O senhor nasceu onde e em que da?

Que data o senhor nasceu?
A data do do meu registro, né? Dezoito

quarenta e Essa do seu registro. E a data real do seu nascimento?

coisa eu não considero essa data <noise>

Mais ou menos é assim.
E seus pais, você falando da sua mãe?

Minha mãe legítima.

E eles trabalhavam em que, senhor?
Papai foi comerciante. Muitos anos. cinquenta anos de comerciante.

Três partes ele comerciou. Fora as outras, como Mirim Lá ele também teve comércio. (choro de criança) Foi um grande comerciante.

Não, é filho daqui.

Inclusive nós somos de uma família muito pobre, mas humilde.

Tem até um colégio em nome dele aqui. Foi intendente uns... Há mais de quinze anos. Foi o primeiro prefeito eleito pelo povo na eleição direta. Foi eleito deputado.

E seu pai era comerciante, o senhor falou uma cidade, todas essas cidades eram aqui,
Não, era comunidade que se chamava, né?

muitas comunidades. Inclusive, eu vim para cá, nós viemos, aí a minha, aí a minha mãe morreu. Eu fiquei garoto, fiquei com uns quatro ou cinco anos Aí o papai casou com outra mulher. Eu considerei como mãe.

Era minha madrasta. Inclusive, era difícil ela chamar meu apelido ou meu nome. Ela só chamava meu filho. Ela teve muitos filhos com papai, do segundo o matrimônio. Mas, eu amava muito. Ela morreu está fazendo um ano e pouco. Já a minha madrasta. Minha mãe morreu, está fazendo mais de sessenta anos. E ela me deu uma boa criação. Pelo menos um camarada humilde, estiando. Tudo por onde eu ando. Eu deixo minhas amizades com as outras. Graças a Deus.
O senhor falou que era professora ou entende mal?
Professora. Ela foi professora aposentada.

A segunda mulher do meu pai.
E ela dava aula onde? Seu
Ela deu aula pelo interior.

Numa escola municipal antiga. Aí ela se aposentou, ela é já estava idosa, se aposentou.
Esses lugares que ela foi eh, lecionando, ela ia como, eh, para esses lugares? Vocês moravam nesses lugares? Quando

A gente ia para lá só, às vezes, arrumava despesas para ela. Passava uns dias lá com ela e voltava para cidade. Ela viveu a vida dela assim Da história da minha madrasta eu sei contar, agora da minha mãe... Eu estava muito novo quando ela morreu.
E seu pai tinha o comércio? Conta um pouco desse comércio.
Ele foi comerciante, é, foi comerciante por muitos anos.

Eu me lembro bem que ele comerciou nessas três partes. Mas ele me contou, eu não vi.

Miri. É aqui, um lago bonito. Ele também comerciou lá, comprando farinha, madeira, tudo ele fazia.
Como é que ele fazia esse comércio? Como é que era esse comércio? Era um lugar assim ou ele ia fazendo pelas comunidades? Conta

Aí, de lá, e ele, se ele fosse comprar Pirarucu, região, farinha. Aí ele levava mercadoria para lá. Armava uma barraca, que se chama, né? E lá ele botava mercadoria e passava a negociar. Então, esse era o ramo do meu pai de comércio. Até, eu acho, mais ou menos pela... Pela década de setenta, por aí. ou sessenta e aí foi enfraquecendo os negócios dele. Ele vendia muita mercadoria a prazo e ficaram devendo muito. Aí ele ficou triste com aquilo e parou de negociar.
Ele vendia a mercadoria que vocês produziam ou não? Na
coisas. Outras coisas, é.
Que tipo, assim, de de produtos?

Era, como se diz, o que ele vendia muito era açúcar, café, arroz, querosene. Mesmo panos. Naquele tempo vinha pano e fardo, aquelas caixas grandes de fardo.

para cá, para o município, mais ou menos nessa época. Aí eles fizeram gigante, derrubaram muitas matas, capoeira, para o plantio de juta. Aí a água veio e destruiu muito. Aí ele financiou muito, né? Mercadoria que tinha para o povo também plantarem. Ele plantava e o povo que ele financiava também plantava. Só que ficaram devendo muito para ele. Aí ele ficou com medo de negociar e foi diminuindo o negócio. Foi caindo, Mas continuou sempre. Trabalhava em Comecei a trabalhar com ele. Trabalhei na Santana. Ainda era garoto. Aí foi que eu fiquei rapaz.

Eu, de cinquenta e e em

Era uma família judia, né? Eles tinham um grande comércio com o seu Marcos. E aí ele comprava dele. Mercadoria levava para o interior.

Daí lá foi a época que apareceu a juta
Lembra, quando o senhor era criança, como é que o senhor senhor participava, assim, de alguma coisa dessa atividade do seu pai?

Eu me lembro tipo um sonho. Quando eu era garoto, né? Bem novo.

Eu me lembro bem. Eu era bem novinho Eu me lembro

Que imagem o senhor tem, assim? Era um começo forte do meu pai. Uma casa grande, bonita e Um bom lote de gado. Nós tínhamos um bocado de gado. Tudo isso acabou antes Depois que a minha mãe morreu, O papai ficou solteiro, meio novo ainda. Ele teve algumas mulheres particulares, até que ele chegou ao ponto de se casar. E aí fui quebrando com o negócio dele, papai. Depois ele adoeceu também. E preocupou nossa vida. Eu fui ficando rapaz tam Ajudava muito no mantimento de casa. Trabalhava. com os outros, para ganhar diária, para ajudar a família, já que O papai ficou numa situação difícil, né? Depois de doente.

E eu sempre com o papai, até ficar rapaz.
Quando o senhor era criança, que lembrança o senhor tem, assim, dessa sua, da sua infância, assim? O Fazia o que, assim, durante

Tinha patela que a gente jogava daquelas carteiras de cigarro que a gente tira antes de brincar, a gente fazia, jogava. Como que é isso?

cigarro tem como se diz, a capa do cigarro, né? A gente abre aquilo e dobra bem aquilo, a gente fica com aquilo, quando era garoto, tipo um dinheiro. Tinha número vinte, tinha número quinze, o número das carteiras de cigarro, bem preparado, a gente chegava lá, bora brincar, fazer a roda, quanto casa era a carteira? Naquele tempo eu me lembro que tinham cigarro aspirante, continental, tudo eles tinham número. A gente colocava, se era continental colocava aqui, aí fazia uma linha assim meio longe e uma patela chamava um pedaço de pau, assim, bem quadrada. E de lá jogava para linha. Aquele que chegasse mais perto da linha era o primeiro.

Aí a gente dava lanche e já rapava. Quem acertasse e <laughs> Era assim que era a brincadeira. Peteca, patela Isso, ficha.
Como era a ficha?
Ficha de de de... da tampa de Guaraná. Aquelas tampinhas, né? Te abria bem aquilo e brincava com aquilo, dobrando, assim, batendo. dobrando aquilo e apostando. Era brincadeira de criança também. Depois que eu fiquei maiorzinho, eu comecei a jogar sinuca. Eu gostava muito de sinuca. Jogava mesmo, era bom no taco, camarada. Para mim ganhar no sinuca, era preciso o cara ser bom. Jogava muito.
Tinha algum truque, assim, umas manhas?
Tinha... Era assim... Conta para gente... A minha coragem de jogar... Naquele tempo, a juventude daquele tempo não é como a de hoje. Naquele tempo, os jovens não tinham grupo de jovens, como tem hoje. Hoje tem um grupo de jovens, né? O rapaz vai para aquele grupo, tem rapazes que é bem bacana, tem uma memória boa, tem, dá para os mais novos. Naquele tempo, não. Às vezes, os jovens nos convidavam para fumar, às vezes até para beber uma birita, para brigar. É, quem fosse fraco da memória brigava com o próprio parceiro. Era era assim a juventude do passado. E às vezes para gente entrar para jogar um sinuca, para dizer, eu vou tirar o e tal Tomava uma dose de São Janabá, uma bebida assim para ficar corajoso, <laughs> para jogar, jogar. Era assim que era a, o tempo de jovem, de rapaz aqui. Mas o resto, graças a Deus, foi bom.
E tinha as festas?
Festas, festas dançantes.

Tinha clube do União, tinha clube do Juvenil, que ia fazer clubes, assim, de dança, dia de sábado, domingo.

Quando tinha festa infantil, das crianças dançarem dia de sábado. Hoje não tem mais. A tarde, a dia de sábado, ao dia de domingo de manhã tinha a dança das crianças. Amanhã vai ter dança das crianças. Os meninos e as meninas dançavam. Aprendiam a dançar. Hoje tem muitos rapazes que nem dançar sabem porque não tem um clube de crianças, né. Nesse tempo, não. Cada garoto queria dançar melhor. Quando ficasse rapaz, entrava em um clube bem dançar. Hoje eu acho que nem é difícil Não danço, né?
Dança Que tipo de dança era?
Era valsa. dançava a valsa, dançava aquela outra que samba, essas coisas, dançava Pelo que eu vejo, a pessoa só dança assim, de um lado para o outro, né. Mas é difícil, é diferente do passado.

Só entrava passeio, uma festa Se paletó não entrava E hoje não tem mais disso.
E tinha os músicos
Tinha músicos, era violina na época, na viola. Violina, violão. Tinha a cuíca. A cuíca é um instrumento que faz... acompanha também. O pandeiro, isso existia. Mas era bonita. A alegria não existia com esse negócio de tanta confusão, como hoje, a rapaziada do do do presente. Hoje festa só para brigar, às vezes.
E as moças, como é que iam?
As moças eram comportadas também. Chegava numa festa, todo mundo sentava nas cadeiras ou nos bancos, né? E o rapazinho puxava para dançar. Era assim que era. Era muito bacana.
E o senhor era um bom dançarino?
Eu dançava, eu gostava de dançar muito... Dançava muito? Dançava. Até agora, no passado, a gente ainda dançava <laughs> Com a mulher, ela gostava de dançar também,

Como é que o senhor Onde o senhor ganhou esse nome? Como?

Era de de um colega meu. Filho de um promotor.

Filho de um promotor.

Ele era... Moravam perto de nós aí, né? Próximo lá. Eu não sei de onde surgiu o apelido nele.

Nós éramos garotos, uns oito a dez anos por ali.

Ele, o apelido era dele. Aí eu ia passando perto dele, ele dizia, você é Maravilha? Ah, quando eu disse assim, ele ficou bravo. Peguei uma pedra e correu atrás de mim garotada

Ele ainda quis ficar bravo, mas alguém, mas olha, esse apelido é muito bonito. <laughs> Ele fica bravo.

Papai, mamãe, meus irmãos, aí não tem mais jeito.

Era dele. Aí, inclusive, quando eu fiquei um rapaz, sempre brincava comigo, falava.

Dizia não, o apelido era teu mesmo. Pois é, rapaz.

No primeiro matrimônio, nós éramos quatro. No primeiro matrimônio, né? Do segundo matrimônio, nós fomos vários.

Nós éramos... No segundo matrimônio, éramos dez. Do primeiro, quatro. Éramos quatorze irmãos. Fora os filhos abastados, que meu pai teve também. Filho, ele teve Ainda tem meu irmão abastardo ali pai de Jesus, de saúde. São pessoas de bem, que procedem bem. Filho deles são comerciantes. Também.

O senhor falou que seu pai tinha, sempre teve um comércio forte, né? Uhum. Em vários lugares. Aí depois chegou a juta, o senhor falou. Mais ou menos em que época que veio essa junta, que depois eu queria entender melhor, mas em que época mais ou menos?
Ele me falou que foi em mil novecentos e quarenta
e E ele tinha esse começo for, tinha. Conta com mais detalhe, assim, o senhor senhor morava ainda no interior?

Aí ele arrumou dois filial do comércio, ele colocou.

O patrão financiava tudo para gente. A partir de julho, agosto, ele começava a te levar açúcar, café, farinha, sabão, leite, roupa, tudo que a gente precisasse, financiava durante todo o tempo para pagar na colheita da juta que a gente ia colher em março.
Levava mercadoria, é, para as pessoas e aí depois quando elas recolhiam, colhiam é que paga.
Pagava. É assim que era no passado.
E aí quando chegou a juta, ele fazia isso, ele financiava, financiava, verdade. E como é que a Juta chegou assim? O senhor era menino. Era garoto. Mas o senhor conhece essa história? Como é que essa produção da juta chegou?
Olha, o papai conta, me contou, né? Não tem O que eu lembro, né? É. Ele falou que em quaren em mil novecentos e quarenta e quatro, quando chegou a juta para cá, ele plantou na época uns trinta para quarenta hectares. Derrubou muitas matas para plantio. Na época que ele meteu financiamento no meio. Não sei se é verdade, falaram que veio um um... parece que um japonês. As primeiras sementes de juta que veio para o Brasil veio no cabelo de um japonês, porque era proibido trazer de lá para o Brasil, a semente de de juta. E ele, acho que naquele tempo não existia tanto a a federal para fiscalizar, ele pegou e encheu, porque a semente, ele colocou no cabelo a semente e veio embora para o Brasil. Aqui em qualquer terra desta assim molhada, a gente coloca a juta, com dois, três dias ela começa a brotar Quando ela brota, ela com três, quatro meses, Cria galho lá em cima na rama. Daquele galho já dá-se os carroçinhos, a semente. Aí de lá, pronto. Depois da gente ter a semente foi crescendo muito. Aí apareceu muita semente. Agora essa época que a gente trouxe a semente eu não estou certo. Mas quando o papai começou a trabalhar no em mil novecentos e quarenta e quatro, já tinha semente para plantar conforme quisesse, né?

Vendem a semente. Eu acho que está até parado, porque não plantaram mais para cá.
E aí foi se espalhando?
Se espalhando, se espalhando. Aí, de lá, o pessoal, quando apareceu a juta, era pena. Isso eu já me lembro, foi Derrubaram lindos cacoás. Eu falei até para vocês, cacoás lindos derrubaram para plantar juta, porque a juta dava dinheiro rápido, sabe? Se você plantasse a juta, planta a juta em outubro, aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o mar está colhendo. Já vem tirando a fibra dela e se enxugando, em fazer varal, enxuga e enfada e já vai vendendo, já vai pegando o dinheiro. Naquela época, qualquer um andava comprando juta, o dinheiro, no bolso. Quantos fardos de juta tu tem para vender? Tem dez fardos. Bora pesar. Pesa quanto? Tanto. Fazia quanto? Puxava do bolso. Pagava na hora. Era assim que era a juta. Era um dinheiro bem bacana.
quem comprava juta?

Negociou muito.

Até uma região de Eram grandes comerciantes.

Eles eram comerciantes fortes. Eram judeus.

Financiavam muito, muito também. E a gente trabalhava muito nisso.
E quando, eh, o seu pai fez todo esse financiamento, né, e também começou a trabalhar com a juta, ele ele contratava as pessoas? para fazer
É, contratava. E levava agente para casa, assim, para trabalhar. De várias, assim.

Tudo por essa ideia de levar para casa. Trabalhava com muita gente. Cinquenta, sessenta diaristas Todo dia. era um movimento muito grande. Na época de quaren
E o senhor, o senhor nessa época, o senhor, eh, era pequeno?
Era garoto, era garoto
E nessa época o senhor chegou a fazer alguma coisa com a juta ou
Não, nessa época não. Comecei a trabalhar em juta quando eu já tinha mais ou menos aí uns... Comecei a trabalhar já quando eu já tinha uns quinze anos, quatorze por aí.
Então o senhor estava contando que aí expandiu assim a juta e o comércio do seu pai, o financiamento todo. E aí aconteceu alguma coisa que o senhor falou que começou a dar para trás. Foi, como que foi exatamente?
Isso aí é é o financiamento da juta, sei. Porque muitas vezes a gente vai e compra a mercadoria do patrão, vai plantar a juta. Tem vezes que quando a enchente vem rápida, ela pega a juta verde. E a juta verde, ela não dá, tem futuro. A a fibra dela é fina. <noise> Se você plantar um hectare de juta e ela amadurecer, você colhe três, quatro toneladas. Mas se for verde que vai para o fundo, você não colhe nem quinhentos quilos. Então é por isso que as pessoas ficavam devendo para o patrão. Se pegasse a juta verde, aí o cara não podia pagar a conta. Porque o produto, para pagar a conta, era juta. Já a água pegou ela verde, não tinha, não tem o valor. A juta, para ser para ser pesada, ela quando ela chegar, é desgalhar. Aí ela já fica no ponto de colheita, desgalhando. E também quando ela cria semente, ela já está muito madura. Custa amolecer na água, tudo é mais difícil.
Tem que ser no ponto.

Tem que colher no ponto.
No ponto, é. Três três para quatro meses a juta, tá Mas que bom. E ela tem dois tipos de plantio também, a juta. A gente planta ela... Tem a safra de plantio, que é em novembro e tem... Que a gente planta de máquina, assim. Quarenta, quarenta e cinco centímetros. Uma carreira aqui, outra aqui. Uma da outra que vai entrar para capinar. E tem o plantio, chama-se juta do verão, que a gente semeia. Quando vem saindo a terra, a gente vai jogando. Você limpa uma área grande, qualquer parte da várzea, né? Quando está cheio, você começa a limpar o capim que está em cima daquela área. Vai tirando, a água vai vazando, você vai tirando. Quando sair a terra está limpa e Quando a terra vem saindo, a gente já vai jogando a semente. Essa é a juta do verão.
Mais ou menos em qual é
época do A data do ano? A juta do verão, a gente semeia a partir de agosto. desde julho, conforme a a enchente ser rápida, a vazada. Se ela começa a vazar em julho, né, a gente já começa em agosto. Aí ela cresce. Se a gente planta em agosto, ela cresce. Começa, eh, em julho, fim de julho, agosto, setembro, outubro, para em novembro está colhendo a juta madura. E se for numa terra boa, você emenda a safra. Você pode ir plantando naquela mesma terra que você colheu a juta do verão, você planta da safra, com máquina. Faz duas colheitas só numa terra.
A de inverno é no começo do ano? É. E como é a de inverno, que o senhor começou a falar, eu não entendi bem. Aquela que vai fazer, como que vai fazer?
Não, a junta da safra. Da safra mesmo, é, é plantada a máquina. A gente derruba a mata ou a capoeira, né? Queima. Depois de queimada, tudo. Fica alguns paus no meio, porque tem que ter o pau. Porque quando a água vier, aqueles paus, É para afogar a juta.

Para?
Para amolecer a juta. tem que afogar ela. Quando a gente corta a juta no roçado, vai amarrando os feixes todinho. Amarra tudo o roçado. Depois a gente vai empilhar. Uma do lado da outra juta. Faz aquelas pilhas de duzentos, trezentos feixes. Depois, aqueles paus que ficam no roçado, a gente vai afogar elas. Entendeu como é? É assim. E a juta do verão já é mais difícil. Porque a gente tem que carregá-la da terra, não tem água no verão. Carregá-la para uma paragem, para um lago. Lá a gente tem que pôr em cima daquela juta. Capim em cima para colocar terra, para poder ir para o fundo, para amolecer. É um trabalho. É mais trabalhoso do que a juta da safra, a do verão.
Então, afoga, ela não é na na no rio, é no
na Não, é no rio mesmo. Mas é na beira do rio, onde é baixo. Porque para gente lavar juta, ela tem que estar nessa posição do, a água, né? Se passar para cá, já é mais difícil. Quando a água cobre a juta, a gente tem que fazer andaime. Assim, com os paus bem seguros nas flores d'água, mergulha para puxar ela lá do fundo para botar em cima do pau. Já é mais difícil do quer colher na terra, com água no umbigo. É bacana que se lava rápido. É bonito. Mas se for num lago fundo, é ruim. Tem que mergulhar para tirar.
E às vezes, afoga está raso. Depois passa um tempo, encheu
É, quando enche, ela fica no fundo da terra baixa. Bem quando a água está baixa. Daqui a água afoga tudinho que ela fica mais coberta. Aí a água vem subindo, né? Vem, vem. Quando ela é verde, nova, assim, que ela começa a desgalhar para folgar, com oito dias a gente lava. Se ela for de de fruta, já é doze, quinze dias para amolecer, que ela está com... a casca dela está grossa, aí ela demora mais para amolecer, para lavar.
Então é mais... mais difícil, é. Que parte da árvore... é uma árvore, seu...?
É uma árvore. Olha, esta grossura aqui das... as juteiras. Essa grossura. Ela é comprida. Ela abrange três conforme a posição da terra, quando a terra é boa.
E pega das folhas, é
Ela cresce. A juta, ela é plantada assim, não perturba <laughs> A máquina faz tá tá tá tá E vai embora aquela carreira. Aqui, daqui para cá, a gente já está com a dimensão aqui, tá tá Este vão aqui é para capinar ela. A gente entra no meio. A gente planta outras carreirinhas ficando, distante uma da outra. Por isso que é bom a gente entrar no meio para capinar. Quando a gente joga muita, que a máquina joga muita semente, ela embaraça o crescimento. É muitas jutas, entendeu? Grela muito grosso. E quando é plantado cinco, seis pés, até três, ela cresce mais rápido. Porque ela não cresce aperreada. A gente tem que agradar a máquina na posição que para ela crescer mais rápido. Se jogar muito, aí ela fica muito cheia de filhos. Quando ela cresce, aqueles filhos caem para o lado Desfilha para ela poder desenvolver, engrossar mais. Quando ela é bem plantada, Ela desenvolve rápido e engrossa. Olha lá a grossura. Quando ela é assim esmirrada, ela fica daí para baixo, fino até. Os filhos é desta grossura, assim. Tudo é assim.
E essa máquina que joga a semente, é, como é essa máquina?
É uma máquina , a gente mesmo faz. Ah, é? é, tipo

Até de um litro de óleo, desses óleos de de azeite que a gente tira, a gente parte ele no meio e faz assim ó Prega nos lados de um pau, dos paus. uma máquina assim.
Pode pegar.

microfone Não. Depois Está bom.
Só pode falar, só... É dos paus, assim, a gente coloca ele, né? Duas tábuas bonitas, assim, e faz a caixa. Uma caixa, assim, com este comprimento. Aquela caixa que a gente põe é para pôr a semente da juta dentro de um buraquinho, que é para ela cair. E a gente mete um negócio que lá, conforme a gente é graduar, cai a quantidade de juta. Se a gente abrir muito, cai muita semente, entendeu? E a ponta é de ferro. Ajeita um ferro, isso já vem, a gente compra tudo pronto. Aí a gente, com aquilo, planta.

É pequena, é pequena a semente de juta. Pequena. E ela, daquela pequena semente, ela cresce. E é rápido. Se você plantar numa terra... Se a gente plantar a a juta numa terra, vamos dizer, é derrubar uma capoeira, dois hectares ou três, aquela capoeira queimei. Queimou bem a terra. Aí dá uma chuva. Se der uma chuva esta noite, quando é manhã de manhã eu vou plantar. Aquela ajuda com dois dias, ela está grelando. Porque a terra está molhada. Aí ela desenvolve rápido. Agora, quando a gente não chove, vamos dizer que o plantio da, novembro, fim de outubro para novembro, a gente planta ela, só queima o roçado e já vou plantar, esperando a chuva, entendeu como é? A gente planta tudo roçado, aí o cara tem a sorte Já a chuva, com dois ou três ou quatro dias, ela não demora para grelar mais. Se ela custar quinze, vinte dias, ela já está no grela, porque ela está numa terra seca. Mas quando chove, ela... Ela brota.
Que enchente foi essa que deu? Que o senhor falou que então, é, começou a ter problemas, as pessoas não podiam pagar. Foi uma vez que aconteceu isso? Ou de vez em de tempos
Não, de tempo em tempo acontece. Acontecia, né? Plantio de juta. Às vezes... tem vezes que a enchente vem rápida. Olha, graças a Deus, este ano, já estava tudo no fundo dessas comunidades. Então, se tivesse plantando a juta ia ter muito prejuízo. Mas porque veio rápido, olha.

Este ano já estamos em fim de abril, está tudo terra ainda. Então, quer dizer, se tivessem plantado a juta, não ia amadurecer muito bem. <noise>
Então, não foi uma única enchente. De tempo em tempo, acontecia.
Acontecia. Olha, teve um ano, cinquenta e três, foi uma enchente muito grande. Dizem que ela, essa enchente, isso eu já me lembro muito bem. cinquenta e três, essa enchente abrangiu essa do ano passado. Porque era muito grande. Todo mundo que tinha juta, perdeu juta. Perdeu porque nem que ela tivesse madura, o cara não tinha, quando ela cresce muito rápido, dá água, ela vem com muita força, o cara não dá tempo do cara colher quatro, cinco hectares de juta, não. E quando era tempo de juta, era difícil até até a gente ajeitar trabalhador, porque tudo o pessoal plantava. Um não podia ajudar o outro. Aí perderam muita juta em cinquenta e três, enchente muito grande, muito prejuízo. Mas o governo ajudou muitas pessoas, no prejuízo. E aí, isso já me lembra muito bem.

Aí nós trabalhávamos fizeram um roçado, desfilado lindo, aí o papai adoeceu. Eu ainda era garotão. Perdemos toda a juta. Linda juta.

Quando ela vai para o fundo, amolece, Amolece o pé dela aí. Difícil para gente cortar ela.
E nessa ocasião que o senhor falou que seu pai adoeceu e vocês perderam tudo, o que aconteceu depois dessa situação?
Aí o papai não pode... Quando é assim, a pessoa não pode pagar o compromisso que ele fez. Porque para fazer essa juta, como eu falei ainda agora, tinha que ter o patrão que <noise> financiava a mercadoria, né, para o trabalho da juta. Porque a juta era tão valorizada que o pessoal insistia para o cara plantar. Quando não era o Banco do Brasil, já financiava. O cara chega lá e emprestava o dinheiro do banco para trabalhar na juta. Já era ruim, tinha vezes que a pessoa não pagava o banco porque a juta ia verde para o fundo. Aí ia no gerente, falava com ele. Às vezes ele esperava <noise> para, cobrando um jurozinhos, até que não era grande. A juta deu também muitas doenças porque... A pessoa vivia na água. Se eu tivesse juta agora, a gente estaria lá, com água, juntos, mergulhando. O dia inteiro na água. Fazia chover que movimentou o cidadão sem ir. Porque se não ia, ele perde. Porque a água vai enchendo.
E nessa, depois que a afogou a juta, ajuda, aí passa aquele tempo para ela amolecer, o que acontece depois que...? Qual é o trabalho que tem que ser feito?
Lavar. A gente vai lavar ela. ela amolece, a gente faz o andaime dela. As estacas, assim. que carrega o pau assim, que é para botar a juta em cima, da cabeça dela, para ir tirando o pau. Só fibra, só fica o bagaço.
E isso ela depois de cortada já? É.
É, depois de cortada, afogada para ir lavar.

É com uma faquinha? É...
É, com foice. Foice própria para cortar. A gente faz de pau. Vem aquelas, assim, a fuste é assim, desse tamanho assim. A pele é assim, ó. A gente pega um pedaço qualquer pedaço de pau. e mete o o aquele coisa da foice, ela tem dois buracos, a foice é de ferro, uma assim e outra assim, a gente ferra com uma serra dessa e mete lá naquele pau direito mete o prego e amola ela, é a foice e vai só cortando a juta. Fazendo como se fosse uma foice menor? É. É, eu cortava em terra e na água com foice, cortava muito a juta. E vai pegando por feixe e cortando? Pegando, só pegando ela quando já está profissional para cortar A gente não pega, mas só, ninguém agarra, te puxa assim. Ela é em carreira, né? A gente chega na juteira <noise> assim, pega o abraço da juteira, ela é em carreira, a gente pega a foice e... Só acerta e vai saindo fechando. Daí a gente corta rápido. Eu cortava muita juta. Eu... Ontem eu decidi à mulher, disse assim, ah, mas cortar essa juta. Eu ainda ia plantar juta, ela que disse. Não, mais não dá. Mas eu tenho ainda muito... Se eu tivesse juta, eu ainda plantava, trabalhava, porque eu tenho disposição, ainda estou Graças a Deus, eu ainda tenho disposição, vontade para essas coisas.
O senhor cortava bem, então?
Cortava, cortava muito bem. Era uma alegria. Eu era grito nessa exterior, gritando, para cada
Gritando? É, gritando.
Mexendo um com o outro, dançando para o outro, aquela gritaria o dia inteiro, até piar um bolo para cá.
O senhor lembra de alguma coisa engraçada ou diferente que aconteceu em algum dia, assim? Você estava lá cortando a juta e aconteceu alguma coisa?
Tem vezes que comigo nunca aconteceu essas coisas ruins. Mas teve gente que sucuri até pegou. Um nago.

Eles eram vinte e dois homens no roçado. Aqui, aqui é a fundura d'água. E ele não gostava de lavar juta perto dos outros, porque quando está lavando juta, a água espirra, né? Puxa, ela espirra. E tem gente que não gosta de estar muito perto. Eu gostava de fazer a medida de daqui para cá, era para o meu andaime. Eu colocava a juta para cá parceiro. Mas tem gente que fica perto um do outro, aí molha o outro. Tem gente que lavava com cuidado... E ele não gostava de lavar juta perto do outro, oxe. Os homens estavam lá mais longe do abacateiro e ele estava lá com uma beira da rua. Tinha vinte ou trinta metros Só ele Quando deram Aí ficaram olhando. O que é isso, rapaz? Não boiou. Rapaz, esse negócio é uma coisa. está lá

jogou laço <laughs> nele e puxou ele para o fundo. Era grande?

Se ele não tivesse aqueles vinte e dois homens, matava, ele ia estava no fundo. Porque sucuri já enrola e aperta a pessoa. Até espocar e mata. Levaram ele com tudo o sucuri <laughs> para terra e mataram o sucuri para lá. Então essas coisas de juta aconteciam.
Nós vamos ter que trocar

Depois da juta fungada, a gente lava. Lava ela, como eu estava dizendo, né? Porque, é, a juta, ela tem a fibra dela, né? Vai lavando, tirando a a fibra do pau, que é um pau, a juta é um pau. Uhum, aquele pau não é muito duro, mas a a malva tem uma diferença da juta, ela também dá uma fibra muito linda, a malva. E cresce mais do que a juta. Mas o o pé dela, aquilo é muito duro. Porque a gente corta a juta, ela fica a esta altura, o toco. Na água interna, a gente corta. E a juta, não corta com o pé da gente. Mesmo descalço, no meio dela, o toco não. E a malva é diferente. É amolada e é duro A gente lava, ela tem mais trabalho para gente lava-la Agora é rápida para amolecer a malva. Com quatro dias para cinco a gente está lavando. Ela é diferente da juta.
Então, o que vai da juta é aquele caule
juta é a fibra fibra
Não, mas é o que leva para o rio, o que afoga é aqueles paus, é.
vai levando pau. Com a folha e tudo ela vai Quando a gente corta ela, enterra. É mais difícil. Porque tem que carregar no ombro a juta. Porque tem terra. Põe no ombro aqueles feixes de jutas. Desta grossura assim. O feixe que a gente faz. Conforme o tamanho que a gente queira fazer. Tem gente que faz um feixe grande, assim, mas é mais... É ruim até para afogar, porque fica dessa altura em cima da água. Ela sendo assim, desse tamanho, mas... bacana para afogar. Não leva muito peso. Agora, quando é no no roçado, como eu estava fazendo de mata, que tem uns paus, que vão ficam uns paus maiores. Quando a água entra no roçado, a gente vai cortando. A gente paus grandes. metendo ela, só que afoga a ponta do rabo dela. O pé rápido.
E afoga ela para ficar mais fácil de tirar a fibra?
Afoga ela para amolecer. É, a juta leva oito dias, sete, para amolecer conforme a posição. Se ela for uma juta de três meses para quatro, oito dias ela está mole para gente lavar. Mas se ela estiver de fruta, é doze, quinze dias para ela amolecer. Ela demora mais para amolecer.
Aí depois que ela está mole, aí eu queria, eu ia pedir para o senhor contar um pouco como é, o que acontece depois que ela está mole?
Depois que está mole, assim como eu falei.
Então, mas aí as pessoas entram, ficam dentro da água?
A gente entra na água, vai na água para lavar. Faz os andaimes, para colocar a juta em cima, os feixes, Lava o primeiro feixe, tira o bagaço e vai amontoando fora. Aquele bagaço não presta mais para nada. Aquilo é só para queimar mesmo. Quando estiar o verão. E aí, vai amontoando e enrolando os feixes. Feixe de juta Arrola tudo ele, vai amontoando. Vai amontoando. De tarde, isso aí põe na canoa e vai estender. Faz os varais Os varal de pau. Vamos dizer que seja isso aqui. Vai só estendendo a juta todinha e abrindo ela. Olha, a gente passava assim, quando eu trabalhava em juta, eu fazia assim, grande varal para estender a juta. Tira ela quando tiver seco. Tem gente que fazia muita besteira com a juta, vendia molhada, meio molhada. Quando ela é assim, farda, meio molhada, ela apodrece, sabe? Tem que ser bem enxuta.
E quanto tempo as pessoas ficavam para poder soltar toda a juta, fazer os seus? Quanto tempo, quantos dias as pessoas levavam fazendo isso? Dura
Durante a safra.
Quantos dias as pessoas ficavam trabalhando na água?
durante a safra. Se a gente tiver, conforme o tamanho da roçado, né? Se uma pessoa plantar assim, um hectare, ele demorava muito para terminar aquela colheita, sabe? Mas se tiver essa roçada grande, como eu cansei de fazer cinco, seis, sete hectares, lava mais Porque antes corta, vamos dizer, eu corto a trezentos feixes de juta, afoga. Entendeu como é? Sim Ninguém corta a roçado tudo. Quando? feixes, afoga, Quando está tudo afogado, torna a corta para tornar afogar. Porque se a gente cortar tudo só de uma vez e ninguém lavar, o resto quando a gente for terminar de lavar, já está podre já. Porque conforme mais ela demora na água, ela apodrece. Passa do ponto de lavar e fica mole. Tem vez que o cara está lavando a, já sai um pedaço da porque já está podre, já está mole. Então tudo isso tem na juta. Aí a gente demora para lavar. Começa a colher a juta, vamos dizer, começo de março, passa março inteiro, Abril às vezes vai terminar lá para o final de junho. De terminar aquele roçado grande, né? E assim que é. Custa, tudo que tem para entrar na água. Ainda tem outra, que não tem chuva e nem vento. Pode estar chovendo como tiver. O caboclo que tem que ir, porque se não ir ele vai perder. Perde, porque a água vai enchendo, né? Vai metendo lá para o fundo. Quando ele querer ir colher, já cansei de colher, já está mergulhando, uhum. Olha lá, a fundura. O cara mergulha lá. É bom quando é plantado de máquina mesmo, mergulhar não te corta muito. Mas quando é semeada, como eu falei, que é uma assim, outra assim, outra assim, na encarreira, é mais difícil. É muito difícil. Então... Já trabalhei muito nisso, inclusive eu tenho uns. Este meu filho que está aqui, o baixinho, ele é o mais velho. quarenta e nove anos, o da anglagem. Já trabalhou um bocado na juta. Agora os outros não.

Ele está lá na parede, lá dentro. Ele também ainda trabalhou comigo na juta, mas os outros não.

Tem um filho que é meu nome.

E tem uma nave. De forma que eu fui embora. Trabalha em uma firma, mas está se virando por lá.
A gente ainda vai falar um pouquinho do seu filho. Deixa eu voltar um pouquinho.

É, explica um pouquinho para gente melhor sobre a ma
A malva ela é diferente um pouco da juta. A malva para gente plantar ela, a gente tem que escaldar a semente. Já tem outro processo. A juta se tira lá da saca, né? Põe na máquina e planta, ela vai grelar. E a malva, E a saca, como o cimento da malva, o caroço é maior, é redondo maior. Aí você pega uma vasilha, põe no fogo, e põe a marva numa vasilha e escalda. Deixa enxugar para poder plantar. Entendeu como é? planta igual a juta com máquina, o buraco da máquina, que é maior, para cair o caroço, que é maior. E aí, ela custa mais grelar. A gente não colhe ela com quatro meses, com três meses. Já colhe ela com seis meses para ela ficar bonita, a malva. Aonde a gente planta, se você plantar para colher a malva, também não presta a malva quase na água. Ela tem que ser plantada numa terra alta, para cortar em terra. Depois de cortado, a gente tem que deixar ela secar um pouco para poder carregar. Não é cortar e carregar porque ela tem um pico, sabe? Aquilo coça no corpo da gente. Se você for, eh, afogar a malva numa numa praia sem água parada, quando você for lavar, ela dá uma coceira na gente. Perigosa, é...
O melhor é lavar em água corrente, daí
Água corrente. Porque a gente vai lavando, aquela coceira vai embora. Melhor. Mas ela ela dá mais trabalho, sim. Agora, ela é maior, é mais comprida. A fibra da malva é muito comprida e é bonita. É penhal, amigo.

Olha lá, é quatro metros. A juta dá três metros. Quando era uma terra boa, a juta não cresce igual a malva, não.
Alguém plantava mais malva? Preferia por alguma razão?
Não, no começo, ninguém plantava malvas aqui. De uns tempos que apareceu. Eu ainda plantei malva também. Mas eu não me dei muito com ela. Até para gente tirar ela assim para lavar, ela é muito mais difícil do que a juta. Ela engata muito no galho, sabe? E o pau, <hesitation> vamos dizer, o pau, o andaime está aqui, está puxando, né. Quando tu vai puxar a juta, ou a malva, ela vai ter que escorar no no umbigo da gente. O toco dela, sabe? Entendesse como é? Encosta aqui e puxa, assim que é para ver a fibra. A malva era ruim, ia furar a barriga do cara, porque aquilo é duro e amolado. A juta não. Ela é mole, o pé pode botar e A juta, quando ela é fina, a gente lava quebrado também. Ela está bem mole, a gente pega um feixe desse tamanho, separa o feixe dali, quebra no joelho, pá! Um pedaço desse tamanho. E fica tudo bagaço. Só faz lambar o pé. Fica pronto a E a malva não tem isso. Você tem que lavar uma por uma. Não tem, não quebra. Porque é muito duro o pau dela. É assim. Tem uma diferença a malva da juta, sim.

Porque a gente, eh, entendeu que o seu pai tinha um comércio, o senhor não trabalhava com ele, mas de um tempo o senhor começou a trabalhar com a juta... É por conta própria, quando Foi o começo que o senhor entrou mesmo para plantar, para colher, como foi?
Olha, quando eu comecei a trabalhar foi na década de sessenta, cinquenta e nove para sessenta. Aí eu comecei a trabalhar por minha conta, porque eu me casei em sessenta. Aí eu trabalhava, eu trabalhei por minha conta mesmo. Todo tempo eu plantava, comprava fiado dos outros e plantava juta. Tudo Por minha conta, na década de sessenta Trabalhei em juta de sessenta até... que eu retornei para cá, para minha terra, já foi em
E onde era que o senhor trabalhava?
A a região? É.

Lá vivi trinta e seis anos. Durante trinta e sete anos. Trabalhei na juta direto. que eu trabalhei direto. Eu trabalhei... Um tempo eu saí, assim, mas minha família ficou lá.

Trabalhei na mineração por uns tempos. Trabalhei no, mas assim deu um ano. Aí eu vinha e voltava. Estava lá no trabalho. Isso deu um problema na minha aposentadoria aqui só. Não queria me aposentar porque tinha me afastado do trabalho rural. Foi o maior trabalho.
O seu primeiro trabalho, eh, foi direto com a juta? Com a juta. O senhor tinha quanto? dezesseis anos, o senhor falou isso?
Não, quando eu comecei a trabalhar com a juta, eu... Mas não assim por minha conta própria, eu tinha uma idade de uns quinze anos,

Aqui e lá plantavam muita juta. Eu ia ganhar diária. Se eu não estava trabalhando, estava estudando, Todo mundo aqui plantava juta. Aí eu ia com o pessoal para lá. Agora, por minha conta própria, de cinquenta e nove a sessenta, eu comecei a trabalhar por minha conta, né. Porque eu me casei em sessenta, né? Aí eu tinha o negócio próprio mesmo

Durante era só, a juta.
E o senhor trabalhava so sozinho por conta? E fazia e vendia? Ou o senhor também tinha outros funcionários para trabalhar com o senhor?
Não, uma época eu tinha, nos tempos realmente, no decorrer dos tempos eu tinha alguns trabalhadores que me ajudaram. Porque eu trabalhei em uma, em uma área maior, né? Aí já arranjava pessoas, vinha aqui atender o dia das pessoas para trabalhar comigo, quatro, cinco diaristas. Trabalha-se por semana, de segunda à sábado. Sábado o cara, pagava o cara, porque tinha a juta, né? Tivesse a juta, eu tinha o dinheiro. Era mesmo que eu ser o gado, cadê Era assim de primeira, agora não está assim.

Eu estou entendendo que foi mais ou menos de cinquen, de quarenta até que foi a época forte da juta, é.
de quarenta e quatro, que eu me lembro que o papai contava.
Até que época que foi for?
Forte durante todo o tempo. De quarenta e forte mesmo, fui até pela época de noventa e seis, noventa e cinco, por ali assim.

Eu não sei, dizem que a juta enfraqueceu porque o governo fechou o contrato com a fibra da juta da Índia. Sabe?

Não não sei, barata para o Brasil do que a própria produção nossa. E aí baixou o produto da juta Aí ela foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí o pessoal deixaram de plantar juta aqui na região. Foi pela década de noventa,

Aí ela foi caindo. Fazem uns três anos. Ainda tinha juta que vendiam aqui, mas era pouco...

Plantavam.
Lá na a gente plantava banana. Plantava milho. plantava roça, tudo a gente plantava quando estava lá. A gente plantava a mulher. Minha mulher era muito trabalhadeira. Gente assim, no interior, trabalhadora. Ela trabalhava. Trabalhava e até agora ela é muito assim. Quando é cinco horas da manhã, ela está acordada, tomando banho. Ela é assim, sabe? Ela quer fazer farinha lá para o interior, com a mulher, eu que não deixo ela ir A gente plantava assim, na época. Não era só juta. Para alimentar, a gente plantava roça.
Vamos falar um pouquinho sobre a sua esposa. É...

Ela foi a sua primeira namorada?
Não... Amor
muito antes?
Eu namorei algumas mulheres antes dela.
Como foi que o senhor conheceu ela?
Conheci ela porque o irmão dela casou com a minha irmã. E aí ele casou com a minha irmã para lá, para o interior. E aí professora, ela lecionária por lá. Ela é aposentada por dentro de serviço. E aí, um dia ele veio aqui comigo me convidar, cunhado vamos comigo, trabalhar na juta. O estudo não tinha para frente mesmo. Eu vou. Eu não queria nem ir, mas ela estava novinha ainda. Uns quatorze a quin Para cá, para ali, lá no interior, quando chegou um rapaz da cidade, assim, sempre naquela época era novo. Mulher gosta muito de homem, do interior, assim, <laughs> da cidade. E aí eu... Aí eu fui conhecendo ela. Foi, foi, foi até que comecei a namorar com ela. Acabei me casando com ela. Aí ela é casada. O irmão, o marido da minha mãe, é irmão dela, da minha mulher. O meu filho com os filhos dele, somente esse é irmão.
Criaram tudo junto? Hum?
Não, não fui criado junto. Depois eu me casei, eu fiz minha barraca lá no interior, que até hoje ainda tem lá no interior, que é o filho que tem lá um gadinho, planta, tem um gado lá, e Aí eu vim embora para cá, já tinha uns filhos para estudar. Vai estar fazendo isso doze anos. Não, eu vim em noventa e seis, foi quando eu vim, já para morar para cá, aí eu não fui mais.
E o dia do seu casamento, como é que foi? O senhor lembra?
É, o dia do meu casamento foi... Foi um dia de alegria, né? Porque quando a gente casa assim... Ela era bem novinha, uma mulher nova. Um homem novo também, eu tinha de dezenove para vinte anos, e ela tinha uns quinze anos para dezesseis. Muito novo nós éramos na época. Uma alegria muito grande para nós Construí uma família grande, foi muita Ela teve doze filhos, morreram dois em criança e dez se criaram. E, estão todos grandes, já.

Só eles dois. Só tem dois que estão perto de mim. Este aqui e um que trabalha na Quantos filhos o senhor tem? Nove filhos vivos. Quatro filhas e cinco filhos.
E foi uma alegria o dia do casamento?
É, uma alegria muito grande. <noise> E este aqui me puxou. Ele casou com uma menina <noise> novinha também. <noise> A mulher dele era de quatorze para quinze anos. mais velha Ela é loira. A família dele são cruzadas com italianos A mulher dele, né? Ascendente de italianos, ela Já os outros que casaram para lá. casaram com mulher nova também, também...
E a pesca, ó, durante o... tinha a juta a, os alimentos que vocês plantavam e o pessoal que trabalhava com a juta, pescava também? Pescavam Ou não, é uma coisa ou outra?
Olha, na época que eu tinha, tinha muito peixe ainda. Estava lá no interior. A gente trabalhava na juta, às vezes a gente mesmo ia pescar e pegava o peixe, vamos dizer. Eu tinha amanhã. Depois malhadeira hoje e amanhã. Eu tenho um grande amanhã. Porque tinha época, a gente trabalhava de puxirum, sabe?

Puxirum, a gente convida as pessoas que tenham a juta, vamos supor. Tem uma pessoa ali, tem meus vizinhos, né? E aí, rapaz, me dão a vitória de cortar juta amanhã. Ou depois da manhã, daqui com uns quatro dias. Eu convidava dez pessoas. porque eu ia pagar com a minha diária, a diária deles, entendeu? Eu acho que até uma boa <laughs> porque era a mesma coisa <laughs> Só que o trabalho que a gente ia fazer numa semana, fazia num dia, entendeu? Aí, porra, rapaz, minha juta está no fundo, me ajuda. Me dava dez pessoas, puxirum. Aqui eles puxirum Aí eu ia sair dez dias do trabalho. Eu me desenrascava. Eu tinha que ajudar fulano, fulano. ia pagar. Ajudando eles também. Isso que é o puxirum.
E aí quando o senhor ia falando da pesca, que tinha
Aí na pesca é a mesma coisa. Eu tenho um puxirum. Depois da manhã eu tenho dez pessoas. Naquela época ainda pescava espinhel. Tempo de, tempo que nós estamos agora. Tinha muita mata ainda, né. Ia colocar o espinhel de noite. Matava tambaqui, salgando No dia do puxirum tinha peixe. Depois apareceu a malhadeira. A malhadeira veio para destruir. A gente ia pegar muito peixe com a malhadeira.

Ela não existia, não sabiam pescar, assim, de espinhel. Um rapaz que fui por a primeira vez, não veio nesses dias. Já estava velho.

Era um igapó muito grande, chamava de igapó grande. Só nessa noite eles pegaram quarenta e cinco tambaquis, só tambaquis grandes, só no espinhel. Era iscar e o peixe pulando na isca iam e matavam Era muito fácil...

Pegavam muito peixe de espinhel também. Ninguém tinha precisão nem de comprar peixe na época. botar o espinhel de noite Tinha peixe para Mas agora acho que está difícil (cântico de passarinho)
E aí depois veio a malha malhadeira que chama?
Veio a malhadeira. O que que é a malhadeira? Malhadeira. (cântico de passarinho ao fundo) Malhadeira a gente põe ela na... Malhadeira é a rede, uma rede.

O peixe passa lá e fica. Ainda mais na miqueira, <laughs> que eles não enxergam <laughs> pega o peixe também. Ela é para... Destruir ela é bom, mas é bom para pegar o peixe. Tem pessoas que vêm socorrer do peixe
E o o espinhel? Ou espinhela?
É espinhel. Espinhel é... Não. Uma linha.

De nylon Grosso. Aí põe ó. Amarra bem no rabo do anzol uma linha. Aquela e põe um aqui, um aqui, outro aqui, três nos pneus. E põe embaixo da fruteira. Se for só coroa, isca Uma fruta qualquer, só coroa ou outra. Só coroa não presta, que o pai cozinha e come muito. Pupunha, araçá, isca naquilo. Tambaqui, a gente vai procurando, quando a fruta cai, ele vai pegando. Ele dá com as frutas ali, põe ali o anzol, aí ele já está nos olhos, está no nariz do tambaqui <laughs>
Tem alguma história interessante dessa, dessas pescarias? dessa Enquanto vocês pescavam?
Tem. A história que tem, que muitas vezes a gente... Eu, pelo menos, quero citar eu Teve época que eu colocava, porque peixe liso, quando a gente põe espinhel, ele só pega com isca de peixe, surubim, pirarara. Eu cansei de matar. Surubim com... com fruta. Eu digo que ele pegava... Tem uma ciência. Eu digo que é assim mesmo como dizem. Coloca a isca, a fruta no anzol. Naquela fruta, os peixinhos vão roer a fruta. E o surubim vem para pegar o. <laughs> Quando ele pulou o anzol, Então, por isso, talvez até ele... Ele ele se engana, né? Ele pensava que ia pegar o peixinho que estava comendo a fruta. O peixe pulava fora e o anzol na boca do surubim. Aí diziam, mas rapaz, peguei um surubim com isca de tal fruta. Não, não é. Era o peixinho que estava roendo a isca e o surubim pulou para pegar o peixinho e o anzol pegou ele. É assim que mais ou menos é a história do peixe <laughs>

e depois ela vai para o varal para secar. A partir daí, qual que que é o caminho da juta?
Bom, o que é feito? A partir depois que ela enxuga, a gente amarra ela todinha. Os feixes amarram, amarando tudinho. Depois em farda. Faz um fardo de trinta, quarenta cabeças de juta. Redonda assim, bonito. Aperta ele, todos os fardos, aqueles fardos assim. Aí é vendido por quilo. por tonelada. Depois de seco, enfardado, a gente vai com o patrão. Bora pesar juta. Já está tudo enfardado, com aqueles cordão, né? Três, quatro cordões para apertar. Aí pesa a juta, quarenta Quarenta, cinquenta fardos, que a gente chama. É uma tonelada, A gente vê o preço da juta. Olha, na época, quando estava terminando, que a juta terminou, custava um real e vinte centavos, mais ou menos O quilo, né? Então, uma tonelada dava meio pouco, né? E aí, quem colhesse muita juta, produzia muito dinheiro. E aí vai pelo intermédio da economia. Se a gente tem um patrão que chega lá e compra coisas que não é nem para comprar. Entendeu como é? Quando vai ajustar a conta, a conta está muito grande. Aí tira um saldo pequeno. Tem pessoa que é econômica. Ele não compra fiado grande, compra pouco. Ele planta junto com qualquer coisa. Ele paga o resto que sobra do do da juta. Chamava-se saldo, né? Tira um saldo grande, tantos cruzeiros de saldo. Porque ele fez economia.
E a juta era vendida por por financiador?
Era, era. Era para aquele que financiava a gente.
Que também vendia os produtos. Os outros produtos.
É, os outros produtos, é. Então, tinha patrão que... Numa certa época, o patrão só dava para gente a despesa. Açúcar, café, sabão, farinha, tudo, né? A rede, se não tivesse pão. Não dava dinheiro, u O dinheiro, isso ia dando na colheita da juta. Entendeu como é? Quando o cara começasse a colher, quanto precisa para ti ter dinheiro? Já para colher. Aí a gente precisava, porque tinha que pagar o trabalhador. rapaz me arranja tanto. Eu comprei muita juta também lá. quando eu estava lá no interior.

O Sr.

Juta, não entendi.
Ainda comprei juta. Comprava, mas para o patrão. Ah, não entendi.

Aquele que me financiou para me plantar, esse depois, quando ela começa a colher, olha, leva dinheiro para te comprar também. Entendeu? Aí eu já comprava, porque quando eu fosse buscar a juta da minha colheita, eu já trazia aquilo que eu tinha comprado também. Entendeu como é? Porque a gente tirava lucro. A juta é por porcentagem. Quando ela terminou, ela estava com cinco por cento de porcentagem. De uma tonelada, a gente tira cinquenta quilos.

Aí você pesa, né? Bruto. Deu mil quilos. Mil quilos é uma tonelada, mil quilos. Aí é cinco por cento. Em vez dele dele pagar os mil quilos, ele só pagava novecentos e cinquenta. Você entendeu como é? É o que financiou, é. É o que financiou. E qualquer um comprador fazia isso.
Mas então o que plantou, que fez todo esse trabalho, ficava só com cinco por cento?
Não. A porcentagem daqueles cinco por cento era tirada da juta. Você entendeu como é? Sei, sei, entendi.

De cada cem quilos, o cara tira cinco quilos, entendi. Aquilo é a porcentagem mesmo dada da juta, da agricultura mesmo. Certo. Ela tem esse direito. Logo no começo era três por cento, depois passou a cinco. Quando eu parei de trabalhar era cinco

Era de barco? de barco.
Aí iam buscar a juta nos motores lá. Lá no interior.
Conte um pouquinho para gente como que era essa coisa de pegar o fecho, levar até o barco, eram muitas pessoas que faziam esse serviço? Eram.

Era para carregar. A gente tinha três, quatro, cinco toneladas de juta. Até muitos fardos, cem, cento e cinquenta fardos de juta, né? Tem fardo de cem, cinquenta, tem uns que faziam demais, é demasiado. Cem quilos de fardo de ajuda, pesava muito, né? Tinha que ter gente suficiente para um ajudar o outro, carregar. Aí o barco ia, a turma ia só jogando para dentro do barco os fardos. Pesado já. Quando não pesava, a loja ia pesar na casa do patrão, na balança romana. Aí pesava, aí... Depois ia ajustar a conta. Mas era muito alegre. Porque eu andava sem dinheiro. Tinha muita grana.

Muito alegre. Tudo tinha dinheiro. Toda a parte interior. Era muito

Lá que era terra da juta mesmo.

O resto, plantava, mas era pouco.

Aqui que era a região mais produtiva

Nessa época que o senhor disse que todo mundo era muito alegre.
Porque era pequeno...

Tinha poucas casas. Ali para frente, onde tem o Banco do Brasil agora, também tinha pouco, era muito pequeno. Tinha só uma escola.

Já tem uma barraca lá. Não tinha senão essa escola. Aí todo mundo estudava, porque era pouca a população. Tinha pouca gente. Depois fui crescendo devagar, as famílias que tinha eram muito poucas. Eu confiro no dedo as famílias que tinha. Quando eu já estava entendido, né? Eram poucas famílias. Conhecido. Mas esse movimento era poucas famílias, mas era alegre, porque um destes dias eu estava pensando no camarada, eu falei na dança, né? Não tinha o carnaval? Hoje o carnaval

Os não dão nem vontade de ir. Chega para lá, tem uns porre, tem briga. Naquela época, os velhos brincavam com a pouca população que era. Brincavam alegre, se fantasiavam, se pintavam, era tudo alegre. Não tinha briga, não tinha nada, cara. Era bonito, com pouca população. E agora não.

Muito diferente.
E as pessoas tinham as suas produções de juntas nas comunidades. Nas comunidades. E elas, ãh, se comunicavam, vinham para cá. Como que acontecia isso? Porque as pessoas ficavam trabalhando distante daqui, é, do centro. Tinha essa esse movimento? Como que era?
Esse movimento só vinha na cidade pegar mercadoria quando acabava. Entendeu?

Aquelas despesas duravam, conforme se eu tivesse gente para trabalhar comigo, elas não duravam muito. Açúcar, café, era despesa, né, farinha. Você levava dois sacos com farinha. Aí, se o pessoal estava me ajudando, seis homens, a gente já comia mais, né? E aí, quando eu terminar, Só vinha na cidade no patrão. Ficava aí, patrão, eu quero isto, eu quero aquilo. Lá ia de volta. Era assim até chegar a época da colheita. Tudo o tempo a gente vinha na cidade só para buscar alimento.
E o financiador ficava onde?
Ficava aqui na cidade sempre. Mas tinha os atravessadores lá pelo interior também que financiavam. Ainda me metia numa fria lá <laughs> <laughs> Conta como foi. Me meti numa fria lá.

Eu abri o financiamento e veio uma enchente grande.

<laughs> ficaram me devendo muito <laughs> <laughs> Aí eu estou me lembrando disso E eu sou daquela marca de gente que não se exige, sabe? vários. Nunca foi. Tinha acanhamento. Logo eu pensava, fulano não paga porque não pode, né. Eu tenho irmão que é um...

Dizem que o cara é a melhor situação dentro da cidade. Eu acho que é mesmo. Mas ele é bacana Eu quero ficar devendo, recebe, né? E recebe qualquer coisa E eu não sou igual a ele <noise>

Tiravam todas aquelas farrapas das outras, imprensavam lá bonitinho.

De lá já iam produzir o pano, essas coisas. É assim que era o destino da juta.

Aqui não tinha prensa, né? Mas lá tinha. Aí era muita juta, era gente trabalhando na prensa em, que dava vontade. O movimento era grande Era homem, era mulher, era criança. Era muita, rapaz. O movimento era grande.

farinha, outras agriculturas. E as mulheres, é, sr.

Algumas mulheres, não?
Trabalhavam as mulheres. Trabalhavam. Mulheres estavam no meio dos homens lavando juta. Mas para lavar juta as mulheres iam para água também lavar. A minha ainda trabalhou bem nisso, na juta. Trabalhávamos. Porque até criança trabalharia, garoto assim, que não podia nem carregar o <laughs> feixe de judaíza, mas o pai carregava para ele ir lavando <laughs> Eles iam, <laughs> Trabalhava até as crianças.
Mas para lavar?
Para lavar, mas para lavar. Para cortar não era difícil, nem mulher fazia. Só se fosse em terra, em terra. Mas na água era difícil la
Além das brincadeiras, assim, quando estavam lavando, tinha alguma, algum costume, assim?
Tinha... Beber cachaça <laughs> <laughs> Acabou que eu bebia muita cachaça. Bebia, <laughs> porque a cachaça dá uma coragem, quando está chovendo. Pelo amor de Deus, o povo ficava na <laughs> <laughs> lavando juta, e Eu bebia também, no meio da turma. Mas tinha gente que bebia Ainda mais quando era chuvoso. Chove O dia inteiro Aquilo dá uma quentura também no cara. Era grito, era aquela alegria. já meio porre no meio do... Era assim.

O senhor falou que o carnaval anteriormente aqui era diferente do que é hoje. Tem mais alguma coisa que o senhor sente saudade dessa época, que hoje é diferente?
Olha, o que eu acho que é diferente do passado é o comportamento, sabe? Respeito. Na época, quando eu era rapaz, eu respeitava uma pessoa idosa igual como eu respeitava meu pai.

Porque eu não fazia. Respeitava. No tempo quando eu era rapaz. Hoje, na rua, se você for pedir uma para mim, eu peço. Para mim, nunca responderam mal. Eu me meto no meio desses garotos aí na praça, quando eu vou. Estão reunidos ali. Muitos rapazes, e ai tudo bem. Bom, eu sou muito conhecido. E aí, por que vocês não estão com uma namorada, cara? Às vezes alguém está com uma garrafa, deixa ele estar bebendo. A bebida não presta, rapaz. Eu peço para destruir. De repente vem a polícia. rapaz, não tenho o que me Às vezes, quando eu estou na praça, que é difícil, mas se eu ver uma bagunça, eu vou lá.

Era para gente vender clube aqui. A gente luta com clube, a gente fica muito conhecido na cidade. Eu não conheço mais gente assim que vem de fora, porque já tem muita gente de fora agora. Agora já está maior. Mas mesmo pessoas de fora, tem um monte que me conhece, porque eu sou uma pessoa assim... Eu gosto de conhecer.

E aí, cara, como é que está, meu irmão? De onde você veio?

E assim, você é paulista. Aí eu vou conversando. Eu sou desse tipo de gente. E tem gente que não é assim. Meus irmãos são assim, se falarem com ele, bem. Mas acho que porque a posição dele é outra, né? Ele não pode também ser igual eu, né? Assim, é no jeito dele, é um cara rico já, considerado rico mesmo. É mais fechado. Eu não. Às vezes até um dia eu estava conversando com ele lá na beira. Tudo que passava lá.

meu irmão. Está bom, cara. E ele, ao meu lado, nada, não mexeu com nada. né? Ficou chateado. Disse, por que está mais Disse, esse termo, eu herdei do papai. Que o papai era, assim, um homem muito popular. Onde ele estava, assim, era gente contando história. Porque ele andou muito, o papai.

Quando eu trabalhei, já trabalhei no sindicato de trabalhadores rurais também. Vários anos. Como tesoureiro.

Já teve por lá.

Tempo Leonel Brizola

É, o meu avô, o meu pai que contava, e os outros, né, eles eram homens muito era, ele era bem claro Ele casou com a primeira mulher. Teve três filhos. Primeira, uma esposa dele.

Aí ele casou com a segunda, que era minha avó. Ela era descendência de caboclo.

Aí ele construiu uma grande família com a segunda mulher.

Da família daqui mesmo, sabe? Daqui mesmo. Ele era uma pessoa, assim, calma, mas ele era... Pessoa de bem, né? Ele tinha bens, propriedades, um gado. casas, ele tinha, meu avó. Quando ele casou com minha avó, ele construiu uma família grande, que foi justamente o filho segundo matrimônio, igual com o papai. Construiu uma família grande para o segundo matrimônio.

um intendente meu, tinha muitos anos, era calmo também, falava calmo, claro, bonito homem, era bonito meu tio, bem claro. Ele casou também duas vezes. E a mesma coisa do pai dele. Teve três filhos com a primeira mulher. E bem uns dez com a segunda.

Filhos dele estão tudo lá. E eu tenho dois tio-prefeito aqui.

O prefeito, né, aqui.

Meus primos estão todos bem. Não faz dias entram aqui. Ele já é juiz.

Fomos juizados, fomos contabilidade. Tem várias formaturas. A mulher também é contabilista, as filhas formadas também. E os outros? Tudo bem, graças a Deus. E eu? Eu falando em família, minha família é de uma parte uma família humilde, sabe? Nunca ouvi falar assim que meus pais se pensaram de mau conduto, sabe? Papai sempre dizia para mim, meu filho, Eu tenho que dizer uma coisa. Não procede mal. Porque papai , papai nunca foi preso, nenhum dos meus irmãos, nem eu. Aí eu disse para ele, papai, uma cadeia Se vocês soubessem quantas, quando eu estou andando, que eu falo com esses soldados, é o maior respeito por mim. Gosto muito de meu policiamento. Eu olho meus filhos, graças a Deus, também. me deram trabalho, graças a Deus.

Na época que o senhor trabalhava com a juta, diretamente, desde o início, havia algum movimento de trabalhadores? Desde ali do começo, se o senhor puder contar para gente essa história, como foi que aconteceu?
Não, desde logo que eu trabalhei não existia esse movimento. Esse movimento veio de setenta e nove para cá, que fundaram o Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui. Aí daí dele que veio começando o movimento, o movimento do sindicato, que ele foi embranjando as comunidades, colocando delegado sindical nas comunidades. Aí foi crescendo o movimento sindical por isso.

E justamente foi a época que eu também era engajado no sindicato.

Como foi a fundação do sindicato? O senhor falou que começou o sindicato. O senhor lembra dessa... como é que ele se organizou? Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Quando ele era o presidente do sindicato daqui, a organização dele foi diferente da nossa.

No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tinha criador. Era fazendeiro, tinha comerciante. no Sindicato de Trabalhadores Rurais Isso na década de oitenta e três, por ali, ou oitenta e três, oitenta e quatro, por aí, assim.

E aí... Quando nós fomos olhar na na nos livros, estava errado. O que nós fizemos? Vamos embora de tirar da nossa... da nossa classe, quem não é da nossa classe, porque nós afastamos fazendeiro para cá, comerciante para ali, aí ficou sindicato de trabalhadores rurais, trabalhadores rurais. Entendeu como é?
E teve alguma reação desses que
Teve, teve, a gente fazia grande, fizemos uma reunião assim, tipo um congresso, né, para dizer, para explicar o que é sindicato de trabalhadores rurais. Porque ele não é o sindicato de fazendeiros nem é o comerciante. Cada classe tem o seu sindicato.
E como foi essa reunião?
Essa reunião foi em grupo, nós fizemos uma reunião grande aqui para explicar para eles, porque muitos deles também não sabiam. Eles pensavam que o comerciante podia ser o sindicato de trabalhadores rurais, o fazendeiro. Então a gente fez essa reunião para explicar para eles que o sindicato, esse sindicato não era de fazendeiros e nem de comerciantes, era de trabalhadores rurais, daqueles que trabalham com enxada, com terçado, entendeu? E aí pronto, eles se conformaram com isso.
E os trabalhadores, como é que a participação deles, como é que foi, como é que tem sido?
O que que o senhor acha? olha Depois se organizaram os trabalhadores. Cada comunidade tem um delegado sindical. Na comunidade do município. Lá tem representante do sindicato em cada comunidade. Delegado. Eles, eles fazem reuniões nas comunidades explicando que o sindicato é uma organização dos trabalhadores. E eles têm que se organizar por intermédio de associações. Aí eles já estão organizados agora, já sabem qual é o papel deles, de cada sócio do sindicato.
E o senhor continua tesoureiro do sindicato?
Eu? Não, depois que me aposentei, me afastei do sindicato. Aí eu vou às vezes lá, mas é participar em salão particular.

Ele foi escriturário quando eu era... Quando eu saí, nós elegemos, ele tesourei no meu lugar. Depois fui até perdendo o sindicato.

Fala um pouquinho da sua participação, Sr.

É, quando eu trabalhei no sindicato, eu ia nas comunidades, eu ia participar, fazer reuniões, explicando que o sindicato é da classe trabalhadora, que todo trabalhador tem que se organizar, tem que se associar para ter direito a uma aposentadoria, O sindicato ganhou uma causa com o trabalhador rural e tem que ser associado. Tudo explicava. E o pessoal se organizaram muito. Agora estão se organizando mais no sindicato da colônia dos pescadores. É muita sorte na colônia.
Porque muitos trabalhadores rurais também são pescadores.
São pescadores, é, verdade.

O senhor ia contando que participou de alguns congressos?
Eu fui participar.

Passamos lá uns quatro dias.

parece. Muito bonito, muito povo, porque cada estado vai ter um pouquinho de gente, né? reunião Tivemos também lá num congresso muito pouco discutindo o negócio de reforma agrária, umas coisas, né? Fiquei feliz por isso

Fiquei com medo.

Quando nós voltando, nós fomos em dois ônibus, Quando nós vinhamos voltando, o nosso ônibus veio em uma rota e outro em outra.

Caiu. Hum... Matou nove pessoas.

Amigo da gente que nasceu.

Nessa época ele ainda não era. Era para nós seguimos nossas viagens, que não se incomodasse com o resto do pessoal. Quem tivesse morto ia chegar na sua casa, quem tivesse vivo ia para o hospital, quem tivesse batido. Mas nós... Aí eu me entristeci. Aí deram nós como mortos para cá. Aí a pessoa ficaram apavoradas. Até o dia em que eu tinha morrido.

Aí eu me entristeci. A família, sabe? Não vai mais porque isso. A gente fica triste quando não tem uma força, né? Qualquer coisa. Uma pessoa quer fazer uma coisa e tu começa a dizer não faz. A gente fica triste. A gente abandona. Mas por isso eu me afastei. Depois que eu me aposentei, me afastei.

O pessoal do sindicato de conversa. Mas eu não tenho responsabilidade lá.
mas vou fazer só uma última pergunta para o senhor, que é assim, e, teve toda essa força da juta, se organizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor falou que agora a juta teve essa queda, né, uhum, já comentou com a gente o que pode ter acontecido, e a situação hoje desses trabalhadores rurais, o senhor que foi um um trabalhador que tem essa linda história, né, que o senhor já contou para gente. Como é que o senhor observa hoje esses trabalhadores, essa organização deles, a produção, né, que não é mais a juta? O senhor pode comentar um pouquinho para gente? Uhum, é...
de um certo tempo para cá, a maioria desse pessoal pararam de trabalhar na juta e a maioria deles estão se aposentando. As pessoas do meu tempo, vamos supor, né. Quem trabalhar lá quase até os mais novos. Aí eles já vêm da aposentadoria, a maior parte.

Uns estão em uma firma, outros estão por ali. Meu filho, pequena escala,

Ele veio outro dia aqui, novo rapaz. Está bem, então ajuda os pais. Então, muitos desses pessoas do meu tempo, que a gente trabalhava junto, eles não trabalhavam mais porque eles tinham aposentadoria. Já vindo de aposentadoria. Estão ficando idosos também, né? Uns já estão idosos, outros já morreram. E os jovens? Uns estudaram, tiveram oportunidade, estão bem. Outros vivem da pesca ainda, no interior, principalmente da vargem, da pesca. Agora, da terra firme, eles vivem da roça. Plantam a macaxeira, a mandioca. Eles vivem da palha, da madeira. Da da terra firme e da Vale, é no peixe, que não tem outra renda lá agora. Se o rapaz quer ganhar dinheiro, ele tem que pescar para ganhar dinheiro. Se o pai não der o dinheiro, ele tem que pescar para vender o peixe para ter o dinheiro. Porque não tem mais juta Não tem mais outra coisa, só isso. Está assim a situação.

E se o senhor lembra de algum outro caos, alguma visagem, alguma coisa engraçada que o senhor queira contar para gente, ao longo dos seus longos anos?
Olha, a vinda de vocês aqui, primeiro lugar, para mim foi um grande prazer, sabe Você me dar essa oportunidade de estar com vocês aqui, vocês virem na minha barraca aqui, para mim foi uma honra. Uma satisfação muito grande. Falando em visagem, da minha parte, eu lembro uma vez, quando era rapaz, o papai disse para mim, naquele tempo, quando o filho saía de casa, era meio fugido para ir numa festa.

Essa rua que chama Rua da Saudade, com a cemitéria, era uma estrada. Não tinha rua. E uma festa na casa dos parentes meus, lá diante do cemitério. Eu estive lá. Tinha uma fiel. O papai O papai não sei para onde eu ia. nessa festa. Tinha uma namorada lá. Cheguei lá. Naquele tempo, os luxos de não tinha. era até dez horas acabar. era interior.

Eu desde de olhar no pessoal não vi ninguém daqui de do meu bairro.

Aí um primo meu disse, meu primo não vai. Eu fui embora. Mas não vá, não vá Eu fui embora. Fazia três dias. Três dias que tinha morrido um senhor aqui chamado Quirino. Ele era fanhoso. embora. Enfim, joguei a camisa aqui, só olhava para frente Quando eu vinha passando mais ou menos aonde? Banco do Brasil, agora perto de casa. Eu dei um chute numa pedra, no escuro onde estava escuro. Aí eu chamei o nome. Porra, mas está muito escuro o que eu disse. Isso isso Eu vim aqui e disse, está escuro mesmo. Aquela voz, igual a finado Quirina, a mesma. Eu dei-lhe uma carreira que não teve pedra, não teve parede, não teve nada. Lá em casa a porta era de palha, sabe? <laughs> Não tinha madeira. E eu caí lá para dentro.

E a moça que ia entrar atrás da minha, aquele homem, foi a vez que eu tive um susto. O cara disse, eu não sei o que era aquilo. Aí eu contei para um cara, ele disse assim, ah, isso é medo. Eu disse, mas você não está nem me lembrando dele, como que é comigo? Eu chamei aquele nome, né, porque eu tinha uma pedra e arrojei. Quando eu disse que estava muito escuro, arrojei, dizendo, minha filha, que estava escuro mesmo. E aí, saindo do osso... <laughs> Pois, é.

Muito obrigado pelo seu depoimento.
Foi muito bom.

Obrigada.
Eu também agradeço <coughs>